Agradeço a sua presença aqui na no Museu e eu queria que a gente começasse pelo seu nome completo, o local e a data do seu nascimento.

Setenta e um. Tá, e o nome dos seus pais?

Você sabe um pouco da origem da sua família? De onde eles vieram? Ah.
A parte da minha mãe é portugueses. E alemão. Né mas só que a gente não herdou nenhum nome, né? Mas tem, por parte da da minha mãe, tem... Acho que minha mãe é a quarta geração, assim, da da origem, né? E o meu pai tem origem eh indígena também, lá da do norte de Minas.
E você sentia alguma, assim, no cotidiano de vocês, algum costume dessas origens da da da sua família?
Não, na da minha família mesmo não ficou, né? Mas é é é só na fala mesmo que que tem a meus tio tem algum sotaque, ou meu avô mesmo, o pai da minha da minha pai da minha mãe também tinha bastante sotaque, puxava, entendeu? Que era da da origem.
Você conviveu com seus avós?
O meu avô materno, eu ele faleceu, eu tinha sete anos. Já o paterno, eu já eh quando ele morreu, eu tinha quinze anos. Então, eu já convivi um pouco mais, né? Agora, a minha avó materna, ela faleceu com noventa e quatro anos. Então, eu já estava eu já estava, inclusive, eu já estava morando aqui em São Paulo, quando ela faleceu.
E você tem alguma lembrança deles, assim como eles eram, seus avós?
Tenho, tenho. E o engraçado é que, assim, do por parte da minha mãe, é é totalmente é diferente. Eu sentia mais carinho, entendeu? Eu sentia que eles eram mais carinhosos com a gente. Agora, por parte da do meu pai, eles eram muito, assim, entendeu? Seco, não tinha carinho, não tinha muito diálogo, assim. Então, é essa lembrança que eu tinha. Eu gostava mais do do meu avô da parte da minha mãe, dos meus avós. Sei. Era onde eu gostava mais de ficar.
Mas eles moravam com vocês?
Não, a gente morava em outro sítio né, mas a gente sempre estava indo para lá aí. Depois, quando o pai da minha mãe faleceu, e aí a gente foi para morar no mesmo sítio da minha avó para a gente cuidar, ficar fazer companhia para ela né. Né a gente morava próximo do meu outro avô. Quando o meu avô materno morreu, a gente passou a morar com eles, com a minha avó, aliás aí. Eles vive até hoje lá. Minha avó faleceu e eu e eles toma conta do sítio lá.
Então, o que que os seus pais faziam? Eh que que eles trabalhavam?
Eles trabalham na roça só que naquela época lá colhia eh. Sobrevivia, era eh subsistência né. produção de subsistência, então era era disso que ele sobrevivia, plantava, colhia, criava gado, entendeu? Aí hoje está mais difícil de sobreviver dessa forma, as pessoas mais jovem não conseguem mais sobreviver dessa forma, então tem que estar sempre procurando outro meio de sobrevivência. Agora meu pai e minha mãe, como são aposentados, então hoje dá para sobreviver assim, mas naquela época Era difícil também, era outros tempos né, não tinha o consumismo que tem hoje. Então, tudo que você precisava, você plantava, você colhia, você tinha tudo ali. Então você comprava poucas coisas. Então, era diferente do que é hoje, né? Uhum. O meio de vida lá na no interior.
E o que que vocês plantavam lá?
A gente plantava feijão, arroz, milho, algodão. Teve uma época mesmo na década de oitenta, eh acho que setenta, oitenta, Porteirinha foi considerada a capital mineira do algodão. Aí veio, se fala bicudo, né, acabou. Hoje o pessoal nem planta mais, mas a gente já plantou muito algodão naquela época também. Uhum. Entendeu? Cria gado também, porco também, galinha, galinha caipira.
Uhum. Entendeu? Eee como que seus pais eram? Assim, como você descreveria os seus pais? Ou são, né? <laughs>
Engraçado é que eu eu acabei de falar dos meus avós, né? Que tinha aquela diferença. E entre meu pai e minha mãe tem a mes mesma coisa. A minha mãe é aquela pessoa carinhosa que, nossa, foi muito carinhosa comigo, igual eu às vezes eu escrevia a história da minha vida na faculdade, eu ainda falei assim. que a a gente sofria, nós sofríamos muito, mas a o amor e o carinho que minha mãe dedicava a nós superava qualquer entendeu sofrimento. E já o meu pai não, meu pai era muito, acho que já vinha da origem também né da de índio e de tudo isso né, e ele era mais mais rústico com a gente, entendeu? Embora minha mãe não, minha mãe foi totalmente o oposto. Uhum. E até hoje ela é muito carinhosa.
Mas seu pai ele era muito bravo?
Muito bravo, é. Como é que era isso? Não, meu pai era que ele tinha... a gente era sempre bastante criança junto, porque éramos em em dez, né? A diferença de minha é que o nascimento de um filho e outro era máximo dois anos. Então, era aquela escadinha. Aí, se a gente estava fazendo algazarra de criança, brincadeira, só de dar risada meu pai já brigava com a gente. fazia a gente calar parar de dar risada, entendeu? Meu pai era assim, e era assim, ele estava do lado do lugar de pegar água para tomar, ele pedia água, a gente pegava a água e levava para ele, do lado, ele não queria nem ter trabalho, entendeu? Ele era era bem assim. Sei. <laughs> Então, do meu pai não tem muito assim positivo, entendeu? Mas da minha mãe tem tudo de bom, assim, eu tenho para falar dela.
E você falou que vocês eram dez? Dez.
Éramos em dez irmãos.
Dois homem. Sabe o nome de todos

Então, são oito mulheres. Oito E como que era a convivência?
Nossa, era muito <laughs> era muito gostoso, mas a gente apron principalmente eu aprontava muito, entendeu? Eu. Não assim de maldade, aquela coisa de criança mesmo, brincadeiras, entendeu? Era muito gostoso assim a aquela época, entendeu? A gente trabalhava junto, a gente fazia tudo junto, entendeu? Eu o que comecei a trabalhar mesmo assim na roça todo dia com sete anos. Inclusive, eu eu me lembro uma vez, a primeira vez que nós mudamos para esse sítio da casa da minha avó, eu lembro que eu tinha sete anos, aí a gente foi para para a roça, meu pai, minha irmã mais velha já estava trabalhando, e nós passamos numa mangueira, assim, que era do sítio vizinho, e eu peguei uma manga e fui chupando.

Aí a mangueira nasceu, tenho ela até hoje, você vê o tamanho da árvore que está lá. Eu tinha sete anos. Inclusive, era para eu ter trazido a foto, eu acabei esquecendo. Mas da árvore que tem lá é imensa. <laughs> Eu plantei quando eu tinha sete anos. <laughs> Entendeu? Eee.
E como que era esse trabalho? Como como é que começou esse negócio de trabalhar com os seus pais? Como que era o cotidiano do trabalho?
Então, a gente chegava aos sete anos, seis, sete anos, você já ia para a roça todo dia, né? Então, era aquela aquele ciclo naquela época, né? Cada época você fazia uma coisa. Na época de de de plantar, você ia plantar, colher, você colhia, né? Engraçado fica até o cheiro, né? Tinha o cheiro do feijão, de quando você arrancava o feijão, que era para para colher, ficava aquele cheiro dentro de casa. Depois, a época da de fazer farinha, de moer cana, fazer rapadura, tudo isso a gente fazia, entendeu? É engraçado que era assim, eram aquelas sequências de... Cada época do ano era um tipo de trabalho que você fazia, entendeu? Aquela época que você de que trabalhava mesmo de para sobreviver sobreviver com aquilo. Hoje não, hoje está diferente, não tem mais aquela sequência, né? Mas naquela época era bem era bem dividido, assim, as épocas do ano. Então eh, era gostoso que você ficava até esperando por tal época, né? Uhum <laughs> eee.
E, assim, de manhã vocês acordavam, como é que era o cotidiano mesmo? Vocês acordavam
Isso a gente levantava cedo, né? Tomava só café, porque naquela época era mais difícil, a gente não tinha as coisas para comer, então tomava só café. Aí, meu pai já ia tirar o leite. Aí ti tirava o leite e eu já ia para a roça, aí fazia o que tinha que fazer, entendeu? O almoço era bem cedo, naquela época a gente almoçava oito, nove horas, como a gente não tomava nada no no café, então a gente tinha que almoçar cedo. Aí a gente ia para a roça cedinho, né? Depois, aí levava o almoço lá, geralmente na roça, a gente almoçava, aí voltava para casa, se era perto, a gente voltava para casa para o meio-dia para descansar um pouco, senão até o café do meio-dia levava lá. A gente só voltava à tarde. Cinco, cinco e meia, assim. Se a se a roça era longe, a gente não voltava para casa durante o dia. Só ia de manhã e já voltava e voltava só à tarde. Uhum. Entendeu? Por muito tempo foi assim. Então, o lugar era grande, esse... Isso, é é grande e também, às vezes, meu pai fazia roça em outros sítios também.

Às vezes, a gente trabalhava só no dele. A gente pegava serviço para trabalhar fora, para ganhar um dinheiro extra também. Entendeu? Aí, a gente fazia isso.
E todos os irmãos participavam?
A maioria. Aqueles que estavam grandes iam todos, que não estavam no horário de escola. E engraçado também eh, na época de escola, é que... Não sei se eu estou atropelando a... Não.
Depois a gente volta, mas pode. <laughs>
Que na época da escola era assim, se determinado partido político ganhava, meu pai tirava a gente da escola, entendeu? <laughs> Aí atrapalhou muito também isso. Uhum.
Daqui a pouco a gente vai vai para a escola, um pouco ainda na nessa primeira infância. Então, vocês chegavam voltavam para casa no final do da tarde? Isso, final da tarde. E aí, o que que vocês faziam quando chegavam? Ah aí fica.
Aí, jantava, né? Uhum. Depois lavava os pés para ir dormir, porque naquela época a gente não tomava banho. Né que a gente parece uma coisa, assim, pré-histórica, mas não é. Na década de setenta, o pessoal do interior não tomava banho. Não era só eu, era todo mundo. Não tinha banheiro nas nossas casas. Uhum. Os banheiros que o governo começou a distribuir foi já no final da década. os banheiros pré-moldados, que eles começou a distribuir na zona rural. Mas, naquela época, a gente nem tomava banho. A gente lavava os pés, lavava o rosto, assim, os braços, para dormir né. Às vezes, a gente tomava banho de sábado. <laughs> É engraçado de comentar, mas era isso que acontecia. Uhum. Entendeu? Às vezes, a minha irmã, que eu tinha uma... A moça, geralmente, tem mais, né? Aí, a minha irmã, às vezes, tomava banho durante a semana, e eu falava, para a onde você vai? <laughs> Era muito engraçado. E quando a gente fala isso hoje? <laughs> Ela tomava banho, assim, durante a semana, para onde você vai?
Mas assim, você falou que eh vocês trabalhavam e tudo mais, mas tinha um momento de de lazer, de brincadeira, dos irmãos, esse monte de de criança junto?

A gente brincava muito assim na. Nos ho nos horário que dava né, de domingo, geralmente de domingo, a gente brincava, eu, minhas irmãs. Como eu cre fui criado mais com as minhas irmãs, então, quer dizer, eu brincava mais é com elas mesmo, né? Mas era muito legal.
E do que vocês brincavam?
a gente fazia casinha, eu fazia as casinhas, porque tinha o mato, né? Aí eu cortava os galhos das árvores e fazia fazia casinha mesmo, de capim, aí os gado ia lá e comia, a gente entendeu? Aí a gente. Eu gostava de fazer trabalhos com com barro também, fazer potinhos, entendeu? Porque lá tem bastante barro, assim, eu fazia aquelas aquelas loucinhas para minhas fazia também eh tamanco de madeira, eu fazia muito para elas, e elas usavam até sair assim entendeu, porque lá é como é barro então entendeu, e eu fazia tudo isso para elas. Aham.
E vocês tinham o costume de contar história?
Tinha umas pessoas mais velhas assim que gostava de con de contar história, né? Uhum. Mas isso aí já foi bem no início mesmo. Aí foi morrendo a pessoa e acabou e aí o. O que a gente ouvia muito era minha mãe que cantava muito. Minha mãe, quando era nova, nossa ela cantava muito, entendeu? Então, é uma coisa que me marcou muito também. Uhum. Ela cantava muito, assim, música... As músicas que fez sucesso, música sertaneja naquela época, era música música sertaneja, né? Então, eu ouvia muito minha mãe cantar. E meu pai toca também, meu pai toca violão, viola, entendeu? Então, tinha bastante música também no meio. <laughs>
Você lembra de alguma música?
As músicas que minha mãe cantava era Poeira da, entendeu, da.

Não, eu acho. É uma das que mais me marcou. Assim essas músicas antigas, caipira, raiz, né? Música raiz que hoje toca na Cultura, né? Inezita Barroso, que valoriza bastante esse tipo de música, né? Uhum.
E as pessoas que você falou que contavam histórias, que foi mais no começo, quem eram essas pessoas?

Era, assim as pa parente distante, assim, da minha avó, minha avó materna. Era uma senhora que ela, entendeu, ah era muito famosa por causa de contar histórias, entendeu? Uhum. E o resto a gente ouvia, assim, também, daquelas pessoas mais velhas, assim, histórias, sabe essas histórias que você vai passando, passando de de pessoa a pessoa, então, tinha muitas histórias e você ficava, assim, pensando, ficava, às vezes, dava até medo.
<laughs> Tem alguma que você lembra?
Agora assim, de cabeça assim, eu não lembro né, para falar me explicar, mas aí eu lembro assim que eu tinha ficava com medo né daquelas. Era. a história que você ouve e vai criando aquelas imagem. Então você, às vezes, não é não é a imagem que está na história, mas vem na sua na sua mente né. Aham.
Era meio que de assombração?
Isso, é. Tem isso, é, essas histórias.
Entendi.

Era muito longe? Como é que era?
A gente só ia quando tinha as festas mesmo. Quando eu era pequeno, eu só lembro de de ter ido ao município Riacho dos Machados, que é uma cidadezinha pequena né, bem pequenininha. Eh a gente ia na missa lá, assim no mês de maio, que tinha a festa lá. Então, eu eu tenho muita pouca lembrança dessa época né. Aí, quando eu comecei a ir para Porteirinha, eu já estava com acho que uns oito anos. Quando eu comecei, a gente ia de caminhão, entendeu? Era uma dificuldade. Então, eu fiquei não esqueço, até hoje, a primeira vez que eu fui. Eu fiquei muito assim ansioso. que eu fui a primeira vez, então assim, a gente saiu muito cedo, pegava o caminhão que levava, no mesmo caminhão, levava as coisas para a gente vender na feira, e a gente ia em cima daquelas coisas. Então, foi uma coisa que marcou muito. Eu nunca esqueço do primeiro dia que eu fui para a cidade de Porteirinha. Isso eu isso eu tinha acho que uns oito anos, entendeu? Oito, nove anos. Aí depois foi, já fui indo mais vezes, que a gente começou a le a levar as coisas, porque antes nem caminhão tinha, entendeu? Aí foi quando começou a ir o caminhão, aí eu eu fui também, aí a gente começou a ir sempre todo sábado para levar as coisas para vender. Eu mesmo vendi muita coisa na feira. <laughs>
E você falou que essa primeira vez que te marcou, como é que foi quando você chegou lá, que impressão você teve assim, você lembra?
Ah era para mim era tudo novidade né, a igreja, muita gente que eu nunca até então eu nunca tinha visto tanta gente junto né, que era um monte de gente na feira, né de sábado, então vai todo mundo da zona rural para a cidade então eu achei, e a cidade também eu fiquei assim empolgado e vendo tudo aquilo pela primeira vez foi interessante, eu achei interessante.
Como que era a cidade assim?
É uma cidade pequenininha, mas só que para quem nunca tinha ido, achava, tinha até medo de perder ali, na no centro da cidade, nem saía sozinho, né? Uhum. Mas eh foi foi assim, então, foi para mim foi muito diferente, entendeu? Aí eu passei a a a sonhar, entendeu? A ter vontade de morar na cidade, entendeu? Uhum.
Você tinha vontade de morar na cidade? Isso, morar na cidade.

Aí a gente começou a ouvir rádio também, aí acho que eu já fui, entendeu? A passar passar fui já entendendo da de como funcionava, entendeu? Uhum. E acho que quando o fato de você ir crescendo e ter que trabalhar cada vez mais, aí acho que faz com que você procura a a mudar, entendeu? De vida. Acho que é tudo isso que passava na minha. E meu pai também, uma coisa que às vezes eu culpo meu pai, assim é, porque criança sabe, o que você fala o que a gente fala para eles, eles tomam como aquilo como certo e como verdadeiro né. Né aí meu pai falava assim, que eu ia ser ia ser advogado e meu irmão ia ser juiz. Então, eu eu fui criando aquilo na minha mente, ah eu vou, meu pai vai, entendeu? Mas depois eu fui vendo que não era nada daquilo, meu pai só queria me sugar na roça, entendeu? Ele vai para estudar, mas eu não, e eu tinha que correr atrás, entendeu?

E você falou que vocês iam para a cidade, além de para ir para trabalhar na feira, vocês iam também nas festas.
Isso nas festas que tinha em maio, assim, que tinha as festas da da padroeira, geralmente da padroeira da cidade, né? A gente ia.
E como que eram essas festas?
Ah, era muito gostoso também, porque é engraçado que assim, naquela época a gente ia lá para a cidade, aí o próprio pessoal da cidade abria as casas e as pessoas ia, e ficava nos quartos, cada um ficava num quarto, aquele monte de gente no no na na casa das pessoas, e era normal, ninguém pegava nada, não roubava nada, entendeu? Era muito engraçado. naquela época, o costume que tinha. Depois fazia procissão, entendeu? Na cidade. Então, aquilo lá para a gente era um divertimento. Eu sei que a gente saía de casa para ir e ia a pé. E era o quê? Acho que era uns trinta e cinco quilômetro. A gente ia a pé, saía bem de bem, acho que umas duas, três horas da manhã, chegava lá de manhã na cidade de manhã, aí voltava no finalzinho da tarde, quando terminava. As comemorações que a gente voltava, chegava em casa muito tarde também, e tudo a pé. Aí também era engraçado que a gente fazia, comprava o sapato né, a gente levava e ia de chinelinho até a cidade, quando chegava lá, a gente colocava aquele sapato. Aí, para voltar, também a mesma coisa. Então, é um costume que é engraçado que era de todo mundo, aqueles costumes, aqueles hábitos. de uma época que que era era assim, a a vida das pessoas.
E tinha música nas festas? Que que que que tinha? Tinha procissão e?
Isso, tinha procissão e tinha, assim, aqueles vários sons, mas não tinha aquele específico, assim, não era como hoje que tem aquela, entendeu? Que eles fazem aquele som, tudo. Então, era cada... Era mais em volta da igreja mesmo que a gente ficava. O centro, né? O centrinho. Porque antigamente as cidades eram diferentes, não tinha periferia, né? Era sempre a igreja e aqueles centrinho ali, comércio e tudo, né? Depois, quando foi as pessoas foi indo embora para as cidades que né criou esse negócio de periferia. Mas antigamente as cidades era bem bonitinhas, eram tudo arrumadinho, tudo. Uhum.

Hoje é diferente. Mesmo as cidades lá não é mais como era antes, né? Uhum. Alterou tudo.
E as comidas nas festas?

Era era bom?
<laughs> O que que tinha? A comida lá era era uma coisa difícil naquela época, né? Não não tinha... engraçado, não tinha... não lembro assim muito de comida, entendeu? Nas festas. É que a gente comia o que a gente levava. Minha mãe fazia as coisas assim, a gente fazia bolo, biscoito, era essas coisas que a gente comia. Nas festas mesmo não tinha... distribuição de comida, assim, entendeu? E dinheiro para comprar também a gente não tinha. Às vezes a gente comprava um docinho, uma coisinha assim, entendeu? Mas a gente ia mais é para se divertir mesmo, assim, para ficar na, participar da festa.
E lá no sítio eh, como que era a casa onde vocês moravam?
A casa que a gente morava, que que nós passamos a morar, depois a gente mudou para a casa da minha da minha avó, era uma casa muito grande. Tinha eu sei que tinha cinco quartos e tudo meu pai que fez. E era uma casa bem grande aí. Depois de um tempo, quando eu estava com uns doze anos, aí meu pai aumentou e fez um quarto só para mim. Tinha cinco quartos na na nossa casa, duas salas grandes, cozinha aí. Depois de um tempo, aí quando começou a fazer banheiro, meu pai fez um banheiro também, assim fora da casa entendeu. Aham. Então era era assim. Tinha um curral na frente da casa.
Eee você falou que você tinha muita vontade de de começou a desenvolver vontade de sair de ir para a cidade tudo mais. Você queria ser alguma coisa quando crescer assim você tinha.
O meu sonho, quando eu era pequeno, era trabalhar em cartório. Eu não sei, eu acho que, de repente, pode ser que meu pai tenha ido ao cartório, alguma coisa, e eu tenha visto aquilo lá. Eu queria ser escrivão de cartório. Assim né que acho que meu pai falava muito e eu tinha vontade, era o meu sonho, mas depois tomou outros rumos e acabei sendo metalúrgico mesmo.
E agora eu lembrei, você tinha contado uma história do seu registro.

Eu fui registrado com dezesseis anos. É que naquela época o pessoal nascia e eles não não... não é que não tinha dinheiro e não tinha aquela obrigação também, né? Tinha, mas o pessoal não cumpria. Aí sei que meu pai teve uma época que teve na época política e tal. Meu pai foi e resolveu registrar todo mundo. Acho que foi umas seis, sete crianças que registrou. Que foi em setenta e. e seis.

Eu que falei, não quero.

Eu mesmo escolhi, entendeu? Eee.

Você tem uma lembrança, assim, do começo?
Porque antes da gente mudar para essa casa que meu pai vive hoje, a gente morava próximo ao sítio do meu avô paterno. E lá tinha muita dificuldade para para as crianças estudar. E meu pai sempre foi assim, uma pessoa ativa, assim, que queria, entendeu? Aí o que que ele fez? Ele construiu um salão do lado da nossa casa e levou uma sobrinha da minha mãe para lecionar para os alunos daquela comunidade, que era um lugar muito... assim, deserto, que era no município de Riacho dos Machados, que é uma cidadezinha pequenininha, e então não tinha não tinha nada. Aí meu pai combinou com a com o prefeito lá e ele construiu aquele salão. E minha minha prima foi trabalhar lá, morava na minha casa com a minha mãe e lecionava lá. Aí eu não esqueço, do primeiro dia de aula, o que marcou foi ela indo para... que é do lado da casa da minha mãe, indo para lá, mas pegou um pe um pau desse tamanho, principalmente para bater em mim. Eu acho que eu era muito agitado, e o é o que me marcou. Foi ela com aquele pedaço de madeira para que era para bater uma vara assim, que era para bater em mim. E em outros também. Entendeu? É uma coisa que me marcou, assim, na na infância, do primeiro dia de aula. Uhum.

Que eu acho que eu tinha uns cinco, seis anos, acho que uns seis anos por aí. Entendeu?
E ela batia mesmo?
Eu não lembro dela ter batido em mim, mas aquela imagem dela fa falar que aquela vara era para bater em mim, e em outros lá, entendeu? Aquilo lá marcou muito.
E como que era na escola assim? Você gostava? Você lembra assim?
Eu tenho pouca lembrança dessa escola que meu pai construiu. Eu tenho pouca lembrança. A minha o que marcou foi isso. Tem algumas lembranças sim lá dentro assim, mas do do conteúdo mesmo não tenho lembrança nenhuma. Uhum. Entendeu? Só marcou esse fato que ela fez isso.
E você comentou da da coisa da da política que seu pai... Isso. Como é que era essa história?

Aí depois dessa escola que o meu que eu vivi, que a gente morava lá, aí meu pai mudou para esse sítio que era da minha avó aí. Lá já era diferente. Lá já tinha a escola, era outras professoras e tudo mais. Só que naquela época tinha eh... tinha uns partidos políticos, mas só que tinha uma... eles eles dava eh apelido, que era Gabiroba e Lioba. Então, na na cabeça do povo era isso que funcionava. É porque já tinha o povo era massa de manobra, então eles criava... Aí assim, se o Gabiroba ganhava, a gente ficava para... a gente ia para escola, que era o lado que o pessoal que meu pai votava. Eu nem sei o nome dos partidos, mas era isso que funcionava na cabeça do pessoal, é Gabiroba ou Lioba. Aí se o Gabiroba ganhava, a gente que era votava neles ficava na escola. Se era o outro, tirava da escola. Entendeu tinha essa esse jogo político e acabou atrapalhando o desenvolvimento da da dos jovens né. Eu mesmo fui fazer a terceira série com quinze anos. Fazia terceira série do primário, por causa desse tipo de jogada que havia.
E acontecia muito, então.

Não era só com a minha família, com várias famílias. Uhum. Se aquele determinado pessoal ganhar, perdia, eles tirava a as as crianças da escola. E criava toda aquela fofoca, entendeu? Um falava do outro, outro falava do outro. <laughs> Foi muito engraçado. E e as professoras também. Às vezes tinha partido tinha alguns que levava as professoras do da cidade para dar aula lá na roça. Aí teve uma, Sabe o que que ela fez? Ela me pegou, falou que só porque eu era bonito, ia pôr na na sala dela, com os outros que fazia outra série, acho que terceira, e eu, com sete anos, na sala dela não aprendi nada naquele ano, perdi. Porque ela falou que queria eu na sala só porque ela me achava bonito. <laughs> Então era uma coisa que não tinha não tinha nenhum acompanhamento, seguimento de entendeu?
De lógica. Eee bom e aí então, foi meio que na sua juventude, assim, já um pouco na adolescência, você era meio que intercalava, né?

Ficava um ano sem ir para a escola, entendeu? Uhum. Às vezes, se tinha fazer muito trabalho ou alguma coisa assim, eu eu ficava sem ir para a escola. E continuava trabalhando.

Aí, quando eu fiz quinze anos, eu falei, não, agora eu vou estudar. Aí, eu fiz o terceiro ano, né? Aí, quando com dezesseis anos, a primeira vez que eu saí de casa, eu eu tinha dezesseis anos. E foi em setenta e oito, aí eu fui para Porteirinha para eh con concluir o primário, né? Que eu fiz a quarta série. Aí, eu fui trabalhar no laboratório fotográfico e estudava à noite. Aí, eu fiquei um ano. Então, foi uma mudança, sim, entendeu? Mas aí eu acabei voltando, depois de um ano eu voltei para... Porque lá na antigamente era assim, o pessoal ia para a cidade, fazia só a quarta série e já estava bom, e voltava para a para a roça, né? E, geralmente, os professores era quem fazia a quarta série, já voltava para a roça para dar aula, já ia ser professor. depois que foi mudando, mas naquela época era assim. Aí eu voltei, mas acho que eu já tinha visto, tomado gosto pela cidade né, aí eu já não fiquei um pouco tempo, aí já voltei de novo para a cidade.
Mas você falou que foi uma mudança. Como é que foi essa sair de casa?
Então aí foi um, assim, para mim foi... Tinha os lados positivos de eu ter vindo de eu ter sentir toda a vida as as novidades, mas, por outro lado, também a saudade da minha mãe, que eu tinha muita saudade, eu sentia muita, entendeu? Muita saudade da minha mãe, da minha casa. Então, geralmente, todo domingo assim, eu ia e voltava para a roça ia para. Ficava lá e, na segunda de manhã, eu ia para trabalhar e estudar. Então, fiquei um ano assim. Aí, depois, voltei em setenta e nove, fiquei um tempo. Depois, voltei a trabalhar naquela loja lá que eu te falei, lá em Porteirinha, na loja de tecido. Uhum. Aí foi, ela mudou para Montes Claros aí. Aí, fomos para Montes Claros. Fiquei em oitenta. Aí, quando foi em oitenta e um que eu vim embora para São Paulo.
Vamos de um pouco devagar. Então, a primeira vez que você foi morar, passar esse primeiro ano em Porteirinha, trabalhava em um laboratório? É.
Foi engraçado que foi assim. Quando eu eu descobri para ir trabalhar, foi assim. O meu pai pegava trabalho na nos outros sítios vizinho. Aí nós pegamos um serviço lá nesse nesse sítio desse senhor, que tinha era dono da foto, do laboratório fotográfico, e eu nós fomos trabalhar. Eu trabalhava, e ele acho que ele gostou de mim, entendeu? Ele achou eu esforçado e tudo. Ele falou, não, vou levar você para trabalhar comigo lá na no foto. Aí eu fiquei todo empolgado e tudo, né? Aí fui, e era bem no centro da cidade, aí eu fui, eu não não esqueço até hoje, eu fui dia dezesseis de fevereiro de setenta e oito. Foi o pri a primeira vez que eu saí de casa. Entendeu? Não esqueço esse dia. E chovia, entendeu? Eu com aquela malinha assim e indo pegar o ônibus bem longe. Aí sei que o ônibus, por causa da chuva, o ônibus passou meio dia. Aí eu fui, aí eu cheguei lá, ele foi me explicar.

Aí eu fui aprender todo o processo. Eu tirava foto de para, bastante foto, para documento, de batizado, de velório de defunto. Até de defunto, naquela época, a gente tirava foto. De casamento, eu ia no cartório tirar foto. Então, foi assim, eu aprendi bastante naquela época mas eu. Só que eu não não me identifiquei muito assim com com a foto com a profissão em si né. Mas eu foi muito bom para mim. Uhum. Eu fiquei um ano trabalhando ali aí. Depois, ele ele acabou fechando também a foto, depois de um tempo. Eu acho que ele já estava velho e tudo né, mas, para mim, foi muito boa aquela experiência. Sei que eu fazia tudo. Eu entrava na câmara eh escura, fazia todo o processo, revelação, copiar as fotos. Naquela época, era tudo foto preta e branca né. E tinha aquelas fotos de de monóculos também, que a gente colocava assim para olhar também. Tinha muito também. Nas festas, nos casamento, pessoalmente, geralmente eu tirava aquelas fotos lá. E eu aprendi todo o processo. Sim.

E a escola que você estudava à noite? Eu estudava à noite. Como que era essa outra escola?
Na escola era era era eu achei fui fui muito bom também. Eu aprendi bastante na assim. Uhum. Comecei a seguir aquilo que eu tinha vontade de ter feito, mas eh foi foi legal também.

E você tinha um grupo de amigos da escola?

Você aí já já né estava na adolescência e tudo mais.
Isso, eu estava com dezesseis anos. Eu era muito tímido e tudo né, como sou até hoje, mas mas eu criei um um um, porque realmente na na na eh na cidade pequena as pessoas são eh conhecidas, assim, a família de tal, entendeu? Aí eu entrei mais em contato com essas pessoas que já era de famílias conhecidas, assim, entendeu? Que eu criei mais aquele Mas, assim, em termos de nota, eu fui bem lá, entendeu? Por eu ser muito tímido, ter vindo da roça, eu consegui. Não fiquei nem nenhuma matéria naquela época, entendeu? Eu fui. Foi legal.
E os momentos de de diversão também ainda eram ir para as festas?
Isso, é. Era na na na era o mesmo processo. Igual, eu geralmente na, eu vou ia para o sítio no no domingo, então, geralmente, eu ia na cidade, eu quase não criei, assim, vínculo de diversão. Era mais eh ir para si voltar para o sítio e ir nas festas mesmo né. Ir à missa também. Quando eu ficava na cidade, eu ia à missa né. Às vezes, eu ia de manhã, ou então ia à noite, porque era pertinho da igreja também. E eu morava no mesmo local, porque o fo a o laboratório fotográfico era tinha laboratório e tinha casa nos fundo, aí eu ficava lá nos fundo. Então, eu fazia comida. Então, era tudo... Foi uma experiência muito boa para mim. Uhum.

Nessa época, assim, um pouco né um pouco mais velho e tudo mais, e com esses amigos, já tinha eh, por exemplo, nas festas, paquera com as meninas?
Nossa, eu era muito paquerado, só que eu era muito tímido, mas eu era muito paquerado, entendeu? <laughs>

Como que era? Como é que acontecia?

Às vezes eu saía assim eu na na procissão, às vezes a menina me chamava, porque fazia aquela fila, às vezes me chama a menina me chamava, vem e tal. Aí eu ia, só que eu não falava uma palavra, entendeu? Eu não falava, não trocava uma palavra. Aí do nada eu já saía e ela ia embora. Aí depois ficava me olhando, mas era foi muito engraçado. Uhum. E na escola também, tinha muita paquera. <laughs> Mas eu fui sempre fui muito tímido. Uhum. Entendeu?
E no trabalho eh, bom, você morava lá e tudo mais, e que como é que foi a sensação do do primeiro salário? Eh. Como é que era?

Não, o engraçado é que era assim, era meio que uma troca, né? Não tinha assim aquele salário, o que que que acontecia? Ele pagava, porque tinha pensão, né? Então não, como não podia fazer comida direto, então ele pagava pensão. que era o almoço e janta, num mercado assim que ficava bem próximo e tinha aquele mercado de comida, né? Aí eu comia lá, ele pagava aquilo, pagava as passagens para mim, então, quer dizer, não tinha praticamente nenhum salário, entendeu? Aham. Aí eu pegava o dinheiro assim para mim sair, era era isso assim, não tinha aquele salário definido, entendeu?
Entendi, entendi.
Era meio que uma troca só.
E aí, então, você ficou esse ano e
Fiquei um ano e aí voltei. Para o sítio. Para o sítio do meu pai, aí fiquei. Aí já foi em setenta e nove que eu voltei. Aí, no meio do ano, a essa dona da loja que eu trabalhei, ela me chamou para trabalhar, porque precisava, no meio do ano, é a época das colheitas, então aumentava o movimento. Aí eu fui trabalhar com ela né. Uhum. Aí eu já ganhava, era muito pouco o salário, um salário mínimo e era outras moeda, então eu nem acho que eu nem faço ideia de quanto que era. Aí, eu fiquei o resto do ano. Aí, no final do ano, ela mudou para Montes Claros, numa cidade maior, porque ela comprou a casa lá em Montes Claros e resolveu mudar. E eu fui junto. Isso foi em em setenta e nove aí. Fiquei setenta e nove, final do ano, e, em oitenta, fiquei lá também. Eu já tinha dezessete anos, dezoito anos né lá com ela. No final do ano... Já pode começar a contar a história de vim para São Paulo ou não?
Agora vamos só um pouco em Montes Claros. O que que você fazia com?
Eu trabalhava na trabalhava na loja com ela né e morava na loja de tecido. Tecido uhum. Trabalhava e morava com eles. Só que eles eram eles são muito ricos. Inclusive, teve uma vez que ela falou assim, que eu era pobre com o espírito de rico, porque eu reclamei de um negócio lá, e ela falou isso, <laughs> que eu era pobre com o espírito de rico né. Aí, aquilo me marcou muito também, quando ela falou aquilo né. Mas era legal, porque assim, era eles me tratava bem assim, entendeu eu não sentia, mas eu eu vi essa diferença, entendeu?

Entendeu? Eee. E em certas coisas em que eu via que na minha casa não tinha, não era daquela forma e lá era diferente, entendeu? Assim, em termos de comida mesmo. A gente que era pobre, assim, mas não tinha aquela... E lá eu percebia que era diferente. Parecia que eles reclamava até da margarina que você passava no pão, entendeu? E já na minha mãe não tinha aquele negócio. Você tinha, você comia e tudo, entendeu? Não era daquele... Então, aquilo aquilo me marcou muito, assim eu eu. Eu vi essas diferença, entendeu?

Por uma pessoa ser tão rica e ter aquelas mesquinhez né de situação. Mas eu vivia normal com eles ali, tudo que tinha para eles, eu entendeu eu vivia na mesma casa que eles.
E Montes Claros era muito diferente de Porteirinha?
Era bem diferente, porque era bem maior né, é bem é bem grande a cidade né em termos, em relação à Porteirinha. Inclusive a maior cidade do Norte de Minas, é Montes Claros. Mas era bem diferente. Mas eu também não, lá eu não consegui eh criar nenhum ciclo de amigos assim também, porque eu era muito fechado. Então, eu só convivia com a família mesmo e os netos dela, que já era pessoa de idade, então, tinha tem os netos, então, convivia só com eles ali mesmo, né? As filhas, que ela tinha duas filhas solteira na época ainda, né? Então, era só o pessoal que eu, do do meu convívio, era eles, entendeu?
Então... Eee e os seus pais, quando quando você saiu do sítio essas duas vezes, você você lembra, assim, como é que foi para eles? Como é que teve uma, sabe, uma

A primeira vez foi muito dolorido para mim né. Eu chorei muito assim para ir embora. Minha mãe também ficou chorando. Mas como era próximo, Porteirinha era bem próximo assim, eles ia de sábado, entendeu? Uhum. Porque naquela época não tinha telefone, não tinha nada, não tinha rádio na cidade não tinha. Hoje tem, mas naquela época não tinha né. Então, era só de sábado mesmo, só quando ia ia alguém lá que a gente tinha notícia assim tal. Uhum. Mas para mim foi muito dolorido assim, eu separar da minha mãe entendeu. Eu chorava entendeu, sentia muita saudade.
Certo eee. Bom, então aí de Montes Claros você veio para São Paulo.
Isso, aí de Montes Claros foi assim aí na. Em em dezembro de oitenta, eu fui passar o Natal na minha mãe e minha irmã mais velha ia casar também, em janeiro. Daí eu fui para ficar no casamento e ia para as festas de final de ano. Mas já estava na minha mente. Eu falei, eu não vou embora eu não vou voltar para Montes Claros, eu vou embora para o Rio de Janeiro. Porque a gente ouvia muito a rádio, assim, e eu criava aquelas imagem né de de São Paulo, do Rio. Né aí eu falei, eu vou embora para o Rio. Aí eu fui para Montes Claros, porque eu não tinha coragem de despedir da minha mãe para vim embora para São Paulo. Eu falei, eu vou embora para São Paulo.

Eu falei, eu não vou conseguir despedir da minha mãe assim e ir embora né. Aí eu falei, eu vou. Aí eu fui para Montes Claros. Falei com a dona Dedésia né que eu ia que eu ia voltar para a casa da minha mãe. Aí ela acertou, me deu aquele dinheiro e tudo né. Eu vou voltar para a casa da minha mãe. Que nada, fui para a rodoviária, comprei passagem para o Rio de Janeiro, sem endereço de ninguém, sem telefone, sem nada. Uhum. E vou embora para o Rio. Aí, quando eu cheguei no Rio, eu falei, meu Deus, e agora? Cheguei lá na rodoviária e comecei a andar. Eu saí assim, e aí eu enxerguei o Cristo, aquilo para mim, entendeu? Só com uma bolsinha, uma mochilinha com minhas roupas. Aí passou uma senhora assim na, eu estava numa praia eu já estava numa praça, eu falei, você conhece alguma pensão que seja barata para mim ficar? Contei a história, ela essa minha sorte é que ela parou para me ouvir. Mas eu assim eu estava bem tranquilo, entendeu? Aí ela me ouvia e falou, mas você é louco, você você não pode ficar assim aqui tem muito pilantra, eles vão, entendeu? E ela é repositora de um mercado, aqueles mercado grande que eu ouvia também a comercial no rádio, né? Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu olhei eu ouvi isso aqui e tal no rádio. Aí ela ficou lá trabalhando, fazendo serviço, e eu lá do lado dela. Aí até na hora do almoço a gente foi, almoçou né tal. Aí o que marcou foi o feijão preto. Feijão preto batido assim, a gente almoçou e tal. Aí eu eu lembro disso também. E naquela época tinha um programa que chamava Povo na tê vê né. Ela falou, não, vou te levar lá, no Povo na na tê vê né, para pedir para alguém te ajudar. Aí nós chegamos lá, mas era muito muvucado, era muita gente. A gente nem conseguiu entrar. Aí ela falou, ah, e agora, né? Aí quando deu no horário dela ir embora, ela falou, então eu vou te levar para casa, aí você toma um banho, você janta e vem embora, e vai para volta para a casa do seu pai né. Aí ela me levou para a casa dela, que não ficava na periferia também, que eu não lembro de ter visto favela no no Rio, então acho que era mais ou menos próximo do centro também. Aí a gente foi, Aí eu tomei banho, tomei e jantei né, e ela tinha uma filha que era muito louca. Aquela menina, ela falava aquelas coisas entendeu sem nexo, assim, e o filho dela era, acho que era do exército né. Né aí a gente ficou lá um tempo, e ela falou, você vai agora para a rodoviária, ele te leva até o ponto de ônibus, você pega o ônibus, vai para a rodoviária e e volta para Porteirinha. Me deu o endereço dela e tudo, né? Aí eu cheguei na rodoviária do Rio, eu falei o quê? Eu vou para São Paulo. Isso só com um pouquinho de dinheiro, não tinha muito dinheiro. Aí eu falei, vou para São Paulo. Eu comprei passagem para São Paulo, mas quando eu saí de Minas eu sabia que ia um sabia que um primo da gente que era para chegar em São Paulo no outro dia, né? Aí eu cheguei em São Paulo na rodoviária do da Luz, essa antiga rodoviária, que eu tenho até uma história para contar que de que aconteceu.

Fiquei só um dia.

Como é que era isso? É, porque a gente ouvia muito programa né, esses programas assim sertanejo. Então, eu eh eu comecei a interessar por São Paulo, pela história de São Paulo.

Aí a gente ouvia muito o Zé Béttio, que tinha um programa, e ele falava muito assim da dos pontos de São Paulo, Estação da Luz entendeu, Jardim da Luz. Então, eu ficava imaginando tudo aquilo. Eee aí ele tinha tinha um baião que ele falava assim, eu pego o ônibus do lado do Jardim da Luz. Então, aquilo lá tudo me fazia identificar, assim.

Aí me foi o que me desenvolveu aquela vontade de vim para São Paulo, de conhecer São Paulo também. Uhum.
E a ra o rádio vocês tinham o costume de escutar na casa do seu.
E a gente ouvia na na no começo, a gente ouvia na casa dos vizinhos, que a gente não tinha rádio. Né aí meu pai comprou rádio e a gente já estava eu já estava acho que uns uns quatorze anos, treze quatorze anos, foi quando a gente comprou rádio pela primeira vez. Aí a gente ouvia esses programas né. Uhum. Entendeu?
Tinha esse programa, tinha mais algum que vocês gostavam de escutar, além desse?
tinha tinha esse e tinha um outro também, que era Linha Sertaneja, que a gente falava, Linha Sertaneja classe A, que passava todos esses cantores eh sertanejo. Geralmente você tinha em circos também né, que havia naquela época, os shows eram nos circos. Aí ele falava, eu ficava imaginando, entendeu, como que é, que tamanho que é, onde que se, e eu ficava imaginando tudo aquilo. E aí depois começou a sair aqueles discos também, aí a gente ouvia, a gente identificava também, que a gente, além de ver o ouvir no rádio, falar o nome daquelas pessoas, quando você via a foto, assim, os discos, eh também era legal.

Que fazia, parecia que concretizava aquilo que você estava só ouvindo, né? Você via as fotografias daquelas pessoas da época. Uhum.

Bom, então aí você de do foi para o Rio e do Rio veio para São.
Eu vim para São Paulo, aí eu cheguei no. Como é que foi? Eu cheguei na rodoviária da do Glicério do Glicério não, do da Luz né. Mas bem tranquilo, aí eu cheguei né e perguntei lá na informação que hora que chegava esse ônibus de Porteirinha né. Aí eu eles falaram, não, não chega aqui, chega na rodoviária do Glicério. Eu falei, nossa, como que eu faço para ir para lá? Ele falou, atravessa a rua né e e pega o ônibus e vai até lá no Glicério. Foi isso que eu fiz, atravessei a rua, a Duque de Caxias ali né, até hoje tem o ponto lá. Passei lá essa semana para dar uma olhada. Atravessei, peguei o ônibus e fui lá para o Glicério e fiquei esperando. Mas bem tranquilo. Quando o pessoal do ônibus chegou lá, meu primo vinha de Minas e me viu, eles ficaram todo assim, nossa, você está aqui, mas ninguém sabia. Porque quando naquela época o pessoal vinha para São Paulo era uma novidade, todo mundo ficava sabendo. O pessoal reunia na casa daquela pessoa, fazia uma festa, era como se fosse uma festa, ia muita gente né. Uhum. Porque era novidade, mas só que eu não quis passar por isso, eu tinha muito... Eu eu eu ficava, eu vou chorar muito, eu vou ficar com muita saudade da minha mãe, então eu preferia ir e vir assim. Né aí o que aconteceu? Eu cheguei lá na rua, encontrei com eles, aí nós fomos para Suzano, de táxi ainda. Aí gastei todo o meu dinheiro que eu tinha para pagar esse táxi, porque era tão fácil de ir, tem um trem e tudo, mas o meu primo, acho que eles não tinham aquela destreza de andar assim e tudo, aí a gente foi de táxi. Aí fui para a casa da minha tia, que é a irmã da minha mãe, que já morava aqui em São Paulo há muito tempo. Uhum. Quando ela me viu, ela ficou muito apavorada também. Você é louco, você avisou para ela? Falei, não tia, eu vim assim. Aí, o que aconteceu? Lá em Minas, a minha tia, a irmã da minha mãe, foi em Montes Claros e encontrou a dona Dedésia e perguntou por mim. A dona Dedésia falou, não, o Zé foi embora, o Zé voltou para a casa da mãe dele. Ela falou, não, mas ele não está lá. O que me ma o que me machuca até hoje é essa história da minha mãe ter sofrido. Aí, o que aconteceu? Minha mãe ficou desesperada, meu pai ficou muito desesperado. Então, foi uma semana muito difícil para a minha mãe. Ficou me procurando em todo lugar, dizia, e não me achava. Eu cheguei no no liguei lá na na minha prima em Porteirinha, só que ela não avisou para a minha mãe. Só no sábado que minha mãe foi para lá que ficou sabendo que eu estava em Montes Claros, em São Paulo já. Aí a minha tia ainda escreveu também depois para a minha mãe, e eu também escrevi, entendeu? Aí fiquei... lá em Suzano, e e ah esqueci de contar a história, que a minha irmã casou em em janeiro e veio embora para São Paulo com esse meu meu cunhado. Aí eu fui para o Rio, falei, ah, eu vou para São para para São Paulo e fico lá com a minha irmã. Aí isso eu fui, eu fiz fui para Suzano, cheguei em Suzano, fiquei uns dois dias, depois o meu primo me levou até Mauá, aí fiquei com a minha irmã. Uhum.
Entendeu? Mas voltando um pouquinho, quando você falou que chegou em São Paulo na rodoviária da Luz e tudo mais, qual foi a impressão que você teve quando chegou na cidade?
Aí eu fiquei todo empolgado, falei, nossa, eu estou em São Paulo, né? <laughs> Só que estava escuro, não deu para ver muito, assim, mas quando eu peguei o ônibus para ir, eu via muito prédio, então, nossa, eu fiquei muito, assim, que eu nunca tinha visto aquilo. Aquele monte de prédio, prédios altos, né? Foi muito, uma sensação muito boa. Engraçado que eu não tinha medo assim eu eu. Eu sentia muito tranquilo e assim meio que realizado de ver uma coisa que até então era só um sonho. Uhum. Foi muito foi uma sensação muito boa assim de de eu ter visto aquilo tudo ali sozinho entendeu, mas estar vendo aquilo que eu tinha vontade de ver. Então, foi uma sensação muito legal que eu tive.

Entendeu. Bom, então aí você encontrou o seu seu primo e foram para Suzano. Depois ficou só dois dias lá.
Fiquei dois dias, aí na no domingo já fui para Mauá. Uhum. Fiquei com a minha irmã. Minha irmã também levou um susto muito grande quando me viu. Só que Mauá já foi diferente, já já é periferia, entendeu, rua de chão, e eu até então não era acostumado com periferia, nem conhecia, porque quando eu saí de lá de da do sítio para ir morar na cidade, eu já fui morar no centro da cidade. Entendeu então, eu gostava do centro, a periferia para mim, entendeu, mas eu tive que ficar, porque a minha irmã morava lá, pagava aluguel, Foi muito difícil. Então, eu nunca tinha passado por aquilo. Na casa da minha mãe era mais confortável. Morei em Montes Claros, na casa né do pessoal muito rico. Também tinha todo o conforto, assim, em termos, né? Aí. Então, eu eu senti muita diferença. Mas eu sempre queria ter o meu canto, entendeu? Uhum. Aí, fiquei seis meses com a minha irmã. Com dois meses, já comecei a trabalhar metalúrgico numa... uma Komatsu, é a metalúrgica que faz máquinas, né? Aí, trabalhei, comecei trabalhar. Com seis meses, já fui morar sozinho. Aluguei dois cômodos, já comprei minhas coisinhas e fui morar sozinho.
Mas em Mauá mesmo? Mauá mesmo. Ah tá.

Aí fiquei trabalhando. Isso foi em oitenta e um que eu comecei a trabalhar. Aí fiquei. Oitenta e um oitenta. Mas antes eu já tinha voltado em Minas. Eu fui assim eu comecei trabalhar em abril nessa nessa empresa. Quando foi em dezembro, eu fui para fui para Minas, passar o Natal lá. Eee e foi muito legal a a ida. Eu fui comprando presentes, levando presentes para todo mundo. E, naquela época, ainda tinha aquele lance de você chegar e todo mundo ir te ver. Então, era uma festa eu cheguei. Quando eu cheguei lá, todo mundo foi me ver, entendeu? Uhum. Minhas irmãs ficaram todas felizes. Felizes, assim, por eu ter ido, ter voltado lá, né? Então e, naquela época, a gente comunicava por cartas. Até hoje, eu tenho muita carta que a minha mãe me mandava. Minha mãe, minhas irmãs. Então, era só por carta que a gente comunicava. Naquela época, não tinha telefone, né? Então, era só por carta que a gente comunicava.
E sua mãe não pedia para você voltar para você voltar para Minas?
Ela falava, ela escrevia, falando que tava com saudade e tal, mas eu queria ficar aqui trabalhando, né? E, de certa forma, para eles também era melhor, porque eu podia ajudar já, eu ajudava, mandava um dinheirinho para eles. presentes, trouxe minha trazia minha mãe para fazer tratamento. Né na época que eu que eu trabalhava naquela empresa, tinha convênio médico, coloquei minha mãe como dependente. Uhum. Entendeu? Aí ela vinha fazer tratamento. Ela chegou a fazer até cirurgia, entendeu? Uhum. Com tudo isso. Aí eu fiquei até oitenta e três na Komatsu. Oitenta e três veio uma crise tremenda, aí me mandaram embora. Uhum. Aí eu eu arrumei serviço, mas para trabalhar à noite, num num fri num frigorífico, né? Uma empresa grande, mas só que eu não adaptei. Trabalhei um mês, levava marmita e tudo, né? Aí até um dia eu decido, falei, não vou mais trabalhar. Peguei a marmita e joguei fora falei não. Eu nem descartei, eu joguei assim, ó. Falei, não vou mais trabalhar. Aí não consegui mais emprego e aí voltei para Minas. Entendeu? Aí eu voltei e le levei minhas coisas, mas eu eu fui voltei muito triste, porque eu não queria voltar. Aí eu cheguei e fiquei seis meses só também. Comecei a trabalhar na roça, mas não era mais aquilo que era antes, da minha infância na época da minha infância. Aí fiquei seis meses. Aí, com seis meses, a Komatsu me chamou de volta. Aí foi o pessoal para lá e me deu o recado, que falou para mim vim. Aí eu voltei. Aí fiquei comecei a trabalhar. Isso foi em Oitenta e quatro eu voltei para a para a Komatsu em oitenta e Quatro aí, em oitenta e cinco, eu conheci uma pessoa em São Paulo, na nove de julho né? Aí que eu vim morar em São Paulo. Porque o meu sonho era morar, mas assim mesmo morando em Mauá, o meu foco era São Paulo. Eu vinha passar, final de semana, cinema era tudo em São Paulo. Pegava o trem lá e vinha para São Paulo.

Aí, conheci essa pessoa e vim morar em São Paulo. Aquilo aí, para mim, foi o foi o auge.
Mas, um pouquinho antes, a me ah... Como é o nome da empresa?
Koma... Komatsu do Brasil. Komatsu eh.
Ficava em Mauá mesmo? Não, em Suzano. Ah, em Suzano. Suzano. Ah tá. É. E como que era o trabalho lá? Você gostava?

Ah, eu não gostava, porque era né produção né, fundição, muito pó, muito barulho, entendeu? Uhum. Mas eu tinha que trabalhar, né? Então, eu não tinha estudo eu só tinha. Até então, eu só tinha a quarta série né. E eu ganhava um salário até que razoável, no contexto assim da da minha história. Então, para mim era, estava bom né. Uhum. Então, eu fui ficando. Né aí depois fui mandando embora e voltei. Quando voltei, depois de um tempo, já fui melhorando também, já mudei a po de posição lá dentro, entendeu? Porque acho que eu trabalhava certo, direitinho, o pessoal gostava de mim, então fui fui melhorando. Uhum. Né?

Quando eu passei a morar em São Paulo e tudo, era tudo novidade, eu pegava o ônibus ali na Paulista, que tinha o ônibus da empresa aqui da de São Paulo, para para Suzano também né. Uhum.
Então, quando você veio morar em São Paulo, você continuou trabalhando em Suzano? Isso.
Mesmo trabalhando trabalhando lá e morando aqui. Tá. Aí, morei dois anos.
E como é que, agora explica um pouco para gente como é que foi vir morar em São Paulo, como é que você conheceu essa pessoa, quem que era ela, <laughs> essa pessoa, como é que foi isso?
Então eh, foi muito engraçado, porque eu conheci essa pessoa na rua, né, assim, de olhar e... e começar a conversar e tudo, né? Aí ele falou, vamos para lá e tal. Aí fui para o apartamento dele, era um professor, né? Ele morava sozinho, né? E ele tinha o quê? Trinta, acho que trinta e três anos na época, e eu tinha vinte vinte e quatro, né? Vinte e cinco. Uhum. Aí a gente ficou, ficou junto, né? Uhum. Aí passei a morar, com com dois meses eu fui morar com ele. Sei que a minha, foi um assim, um baque para a minha família também. Porque eu nunca fui assim, de esconder muito, de fazer né fazer as coisas e esconder. Eu sempre falava, vou morar com a pessoa e tudo, né? Aí minhas irmã ficou preocupada e tudo, né?

Mas depois viram que que era normal, que era pessoa de bem. Aí ficaram empolgado aí quando viu que eu ia morar no apartamento, que foram lá, que viu o apartamento bonitinho e tudo, né? Era uma pessoa decente, o professor e tudo. Aí depois em seguida veio minha mãe, que ficou preocupada também, né? Meu pai veio.

Aí ele tocava violão, ele canta também muito bem, já gravou até cê dê, né? Uhum. Eee. Aí meu pai identificou mais ainda. Até hoje a gente tem aquele laço de de se falar, de estar ligando, entendeu? Uhum. Então para mim foi muito bom aquela aquela experiência, assim. Que aí eu identifiquei, né? Eu sempre gostei do centro da cidade, né? Aí eu, parece que eu vivi naquele sonho de infância que eu tinha. De cidade, para mim, era aquilo né. Não onde que eu morava, em Mauá, periferia né. Né aí, quando eu passei aqui a morar em São Paulo, aí já estava naquela... Aí eu via todos aqueles monumentos, assim do, igual a Estação da Luz, Jardim da Luz, a Igreja da Sé, entendeu? Aí eu saía e às vezes fotografava, igual quando eu vim mesmo na na na Sé, tinha aqueles fotógrafo que tirava foto na na hora, assim. Aí eu tirei e mandava para a minha mãe, entendeu? Era essas histórias. Uhum. De São Paulo.
E você falou que gostava muito de ir ao cinema.

Como é que era?
Eu ia muito no zoológico também. A gente ia no zoológico. Uhum. Entendeu? No parque Ibirapuera também. Uhum. Na... na Paulista. Aí chegava alguém da minha família, assim na, eu já levava na Paulista. Eu vou na Paulista, né? <laughs> Para conhecer a Paulista. Aí eu gostava daqueles casarões antigo. Contava mais ou menos a história, assim. Uhum. Para eles, entendeu?
E os cinemas que você frequentava, onde é que era?

Era aquele cinema que antigamente era aquele cinema de rua né tinha o... Tinha o Olido, tinha o Metrópole, que é o que eu mais gostava de ir, é no Metrópole. Uhum. Né. Mas tinha o Cine Ipiranga também, que naquela época era era ainda estava funcionando legal né? Funcionava legal naquela época, depois que foi decaindo né. Inclusive até fechou né, todos eles né. Uhum. Então, foi era uma época muito boa.
E que que você gostava de assistir? Tinha algum gênero? Algum filme que você lembra? Nossa, gostei de ver.

Falei, vamos no cinema, vamos assistir. Acho que é mar Marvada Carne. A gente está lá assistindo aquele filme, de repente passa ah o viaduto em frente a o apartamento que eu morava. Mostra um pedaço do prédio, assim, na Nove de Julho. Eu falei para ela, nossa, está vendo lá o apartamento que eu moro a gente mora, que eu moro. Então, para mim, aquilo foi tudo uma novidade, entendeu? Foi o que marcou muito para mim. Uhum. Né? <laughs>
Legal eee. Bom, então, você continuava trabalhando em Suzano.

Você ficou lá por eh quanto tempo? Bastante tempo ainda? Morando em São Paulo, trabalhando lá?
Morando ne nesse apartamento, na Nove de julho, eu morei morei dois anos. Aí o que aconteceu? O Osmar ele tra já trabalhava aqui, era professor já há mais de dez anos aí. A mãe dele já estava assim de idade e tudo, ele quis voltar para dar aquele apoio para ela. Ele voltou. Eu sofri muito, né? Ele voltou para Ibirá, que ele é de Ibirá. Aí ele voltou para Ibirá e eu voltei para Aluguei mais uma casa lá e voltei para Mauá. E aí minha irmã, que morava lá em Minas, eu trouxe ela para para morar comigo também. Que lá é meio difícil para sobreviver. Falei, vem para cá e tudo aí. Aluguei uma casa maior, né? E ela veio morar comigo.

Que ela já tinha casado, né? Uhum. Aí ela veio, foi morar comigo. Aí eu aí eu voltei a estudar. Aí eu comecei da quinta série. Eu terminei o ginásio, né, e e fui e terminei o ginásio e trabalhando, né, e e morando lá com ela. Depois ela, o meu cunhado, arrumou serviço, alugou uma casa, e eu passei a morar sozinho de novo. Uhum. Aí eu fiquei bastante tempo morando sozinho.
E como foi voltar a estudar? Você estava com com vinte e quantos anos? Vinte

Eu estava eh estava com acho que com vinte e seis vinte e
anos. Como foi voltar a estudar? Foi legal?
Foi legal, eu porque uma que eu senti a necessidade né de que que eu precisava estudar e tentar crescer também, né? Sei que foi foi uma experiência legal também. Aí, às vezes eu, tem uma época que eu trabalhava de horário, aí eu revezava, talvez estudava de manhã, outra semana à noite, entendeu? Aí, depois que eu fiquei no horário só, eu só estudava à noite. Aí, eu terminei só à noite. Aí, mudei de cargo também lá na empresa, aí eu só trabalhava de dia. Uhum. Né.
E ficou melhor. E era muito diferente a escola, da escola lá de de Minas?
A diferença por causa de idade né, porque como eu fiz supletivo no colégio, aí eu achava tinha era mais pessoas assim mais velhas, e só que também eu ainda tinha eu sentia a diferença né de de sotaque de... apesar de ser Essas cidades assim, igual a Mauá, a periferia tem muita gente do nordeste, mas eu sentia uma diferença também nesse nesse contexto. Mas eu consegui criar um vínculo legal assim de de amizades com colegas assim.

Você lembra de alguma coisa que tenha acontecido?

Não si nunca senti, assim, preconceito, assim, nunca entendeu. Só na empresa mesmo que tem, que gera, entre eles mesmo, né? Eh. Eu percebi assim, em relação ao mineiro, assim, eu percebi que tem muita, entendeu? Assim, meio, não sei por quê, mas gera, rola uma uma oposição. Sei. E eu sempre percebi isso na no ambiente, assim, da da da empresa. Uhum. Assim, entendeu?
Mas em que sentido, assim, era...
Eu não sei, eles fala, eles parece que eles têm medo de dos dos mineiros, fala que mineiro é isso, então tem tem muito isso, rola muito isso, entendeu?

E aí? <laughs> Aí. Aí a história é meio diferente de novo, aí eu volto para São Paulo, aí eu conheci outra pessoa lá em lá em lá em Mauá, né, aí a gente ficou junto, aí ele falou, vamos voltar para, vamos morar em São Paulo. Porque o meu sonho é morar em São Paulo, né?
Mas como você conheceu essa pessoa? Como foi?
Foi assim também, na rua. <laughs>

<laughs> Você viu que a minha história desde o começo é na rua? As pessoas no Rio.

Então, e aí gente ficou ficou junto, né? Ele, na época, ele tinha... Ele era mais novo que eu. Ele tinha, acho que uns vinte e cinco anos. Sei que era mais bem mais novo que eu. Fazia faculdade aqui em São Paulo né. Né aí, a gente ficou junto. Conheci a família dele, tudo, me adoraram, aquela família lá que até hoje eu tenho a gente tem muita amizade entendeu com a família dele. Aí a gente falou, vamos morar em São Paulo. Aí alugamos um apartamento aqui na Barão de Campinas. Uhum. Aí ficamos quatro anos aí morando em São Paulo. Só que aí eu já tinha terminado o colegial. Aí não não falei, eu não vou fazer faculdade por enquanto e fiquei, aí parei. E ele continuou fazendo faculdade aqui né em São Paulo e ficamos morando junto e eu trabalhando na Komatsu, em Suzano né.

Continuava lá, eu fiquei treze anos. Uhum. Na Komatsu né aí fiquei. Nós ficamos quatro anos morando em São Paulo. Aí depois eh a gente resolveu voltar para Mauá. Uhum. Né. Aí eu saí da Komatsu. pedi a pedi para mandar embora, e eles me mandaram embora. Aí, com o dinheiro que eu peguei da Komatsu, eu construí minha casa né. Construí minha casa em Mauá e passei a trabalhar por conta, que foi uma experiência muito boa para mim também, assim, em em relação a São Paulo né. Só que foi em Mauá. Eu trabalhei oito anos.
Mas o que que você fazia?
Eu comecei vendendo cachorro-quente, aí fui ampliando muita clientela, e aí eu aluguei um salão e montei uma lanchonete em frente ao SESI, né? Aí fiquei oito anos. Uhum. Nesse trabalho por conta.
E como foi essa experiência?

Foi uma época muito boa na minha vida, assim, né? Porque eu tive eu conhecia eu conheci muita gente e ganhei bastante dinheiro também, que foi uma fase boa. Uma que o contexto todo da da economia foi foi favorável né naquela época. Depois foi decaindo e acontecia os problemas também, assim que é, perdi meu sobrinho né, ele trabalhava comigo, que essa minha irmã aqui, quando ela casou, ela veio morar em São Paulo, ela teve um filho e e eu morava com ela. Na época ela ficou grávida e tudo, E e eu fui o padrinho dele, então eu tinha muito carinho por ele. E ele também por mim. Aí ele, quando eu fui trabalhar, ele foi trabalhar comigo né. Só que aí, depois, ele morreu. Aí, quando ele morreu, aí minha vida tomou outro rumo.
Mas que que aconteceu?
Ele teve asfixia mecânica no no na piscina do SESI. Que eu trabalhava em frente ao SESI, né? Em Mauá. Aí, ele resolveu, depois de um tempo, resolver fazer a carteirinha. Ele tinha dezenove anos. Aí, na segunda vez que ele foi, ele morreu. Nossa, aí o meu mundo acabou, aí eu sofri muito, sofri muito fiquei três Aí parei de trabalhar, fiquei três anos sem fazer nada, sem fazer nada, nada, era só ficava só em casa, fiquei muito mal. Aí depois que eu comecei a tra fazer trabalho voluntário, aí que eu fui melhorando.
Mas você continuava morando em Mauá com com.
Aí eu já estava morando na minha casa, construí minha casa.
Mas você morava com esse rapaz?
É, quando a gente voltou eh voltou para Mauá, a gente ficou morando junto.

Isso, morando junto. Aí, depois que eu construí minha casa, ele voltou a morar com o pai dele né, com o pai, com a mãe, e eu fiquei morando na minha casa. Uhum. Entendeu?
E esse trabalho voluntário que você falou que você fazia, como é que como é que começou essa ideia? Por que que você teve essa vontade?
porque eu eu estava muito mal, né? Então, eu não queria mas eu precisava fazer a alguma coisa, eu eu sentia necessidade que eu tinha que fazer alguma coisa, né? Aí, eu comecei, eu liguei aqui no Dante Pazzanese e tinha o voluntariado, que eu ouvia muito a ouço muito a cê bê ene, né? E falaram, né? Eu peguei o telefone e tudo, marquei, aí eu vim e e fiquei acho que um ano trabalhando de voluntário na pediatria.
E que que você fazia?
Eu brincava com as crianças, entendeu? Eu ficava brincando com as crianças, que geralmente é pessoas de de longe, do país inteiro. Vem pessoa até da da Bolívia as vezes, tem as pessoas que lá é cardíaco, né? Então, geralmente as crianças que têm problema cardíaco, então fica lá internado. Aí eu ficava lá, ajudava as mães na hora de de dar comida, brincava com eles, com aqueles que estava melhorzinho, a gente brincava. Então e, conversava com as mães. Então era, que o voluntariado é meio que isso. Às vezes, você conversar com a pessoa, você já está ajudando né. Então, eu fazia fazia isso.

Aí, eu fiquei um ano. Aí, como eu estava desempregado, não trabalhava né, mas a gente tinha que gastar com passagem e tudo, falei eu preciso procurar um mais perto. Aí, eu consegui lá em Mauá, que é perto da minha casa. Lá tinha um abrigo, tinha não, tem um abrigo lá, que cuida de crianças abandonadas, assim tudo. Aí, eu fiquei também, acho que mais de um ano, trabalhando como voluntário né. Aí, depois de um tempo, perguntaram se eu queria trabalhar. Aí eu falei ah, agora já estou melhor, agora acho que eu já consigo. Porque quando eu entrei lá, tinha vaga de motorista, mas eu não que não queria trabalhar. Eu falei, não, não vou conseguir trabalhar. Só quero só passar um tempo, tudo, né aí. Depois de um ano, eu comecei a trabalhar como eh funcionário mesmo, né? Que é monitor, né? Que eu trabalhei há dois anos e pouco como monitor. Uhum.
Então, foi foi essa... E essa experiência de... aí era um trabalho... era... não era voluntário, né?

Mas eu gostava muito, eu gosto ainda de frequentar lá. Mas eh eu trabalhava à noite, entendeu? E de dia eu ia para casa dormir. Mas era era era meio pai lá, entendeu? E a criançada gostava muito de mim, entendeu?
Você lembra alguma alguma história desse trabalho que te marcou? Sei lá, do cotidiano de trabalho, alguma pessoa que tinha lá?
É que lá as histórias deles são histórias muito muito doloridas. Né inclusive, tem tem quatro irmãs assim que estão lá porque o próprio pai abusava da das criança. É muita se se você for ver analisar as história de cada um, é muito complicado. A gente não pode envolver muito né, mas a gente fica, entendeu? Você fica... Aí eles são eles são muito carente, por isso que é assim, se você dá um pouco mais de atenção, aí parece que eles apega né, porque eles têm muita carência. Uhum. Né? Aí eu levo a sair com eles para passear, aí teve um dia que nós eu reuni, eu trouxe eles aqui no Ibirapuera, a gente veio de trem, metrô, acho que umas vinte e poucas crianças. A gente veio de trem, metrô, aí fui passei um dia no Ibirapuera com eles. Fiz tortas, fiz uns salgados, trouxe refrigerantes. Sei que eles se divertiram muito. Uhum. Entendeu?

Fiquei dois anos.

Aí você saiu de lá e como é que foi?

Porque eu cansei de trabalhar à noite. Falei, não quero mais trabalhar à noite. Ah, tá. Entendeu e aí. E aí, nessa época, eu estava trabalhando eu quando eu comecei a trabalhar, eu aluguei um apartamento em Santo André. Eu eu gosto de... Meu sonho era morar em apartamento de novo, né? Aí eu aluguei minha casa e aluguei um apartamento em Santo André. Uhum. E atualmente eu estou morando em Santo André.
Mas isso faz quanto tempo?
Faz três anos.

Três anos.
Ah, então é bem recente. É, que eu vim para San para Santo André.
E aí você saiu do do do abrigo, parou de trabalhar e você foi trabalhar em algum lugar?
Não, agora eu estou parado. Como eu estou estudando, né, então aí eu agora eu já quero mais voltar mais para para a área mesmo. Entendeu?
E você está estudando o quê?
Eu estou fazendo letras.
Como é que surgiu essa vontade de entrar na faculdade?
Eu acho que é a própria necessidade de você estar estar evoluindo né, acompanhando a né que é a. A primeira pessoa da minha família, da nossa família, que fez faculdade foi minhas duas sobrinhas. Né aí eu já sou fui o terceiro. Apesar de ser uma geração anterior a elas né, eu eu sou o terceiro da da família assim que está fazendo faculdade. Uhum. Então, agora esse ano eu acho que talvez eu já consiga a mudar para para a área né. E quero também trabalhar ver se eu consigo trabalhar num horário só também de dia.

Mas por que você escolheu letras? Primeiro.
O primeiro fato é porque a faculdade fica praticamente do lado da do apartamento que eu moro. Então, já é um. Uhum. Né e eu acho que eh eu me identifico também assim com a literatura.
Um pouco, mas... Você sentiu alguma mudança na sua vida desde que você entrou na faculdade? Alguma coisa que te marcou? Na no curso?
Ou na faculdade? <laughs> É, para mim é novo, assim, mas eh eh é o tal negócio, assim, acho que é porque eu...

Então, acho que é uma coisa assim que eu achei meio assim que é um caminho normal assim né. Você tem vontade de fazer, eu achei <coughs> tranquilo assim. Entendeu?

Como é que foi isso? Isso.

Eu também sempre tinha muita vontade de conhecer né cidades históricas aí. A primeira vez, eu fui sozinho. Fui para Ouro Preto. Ouro Preto e Mariana. Eu fui, passei o o Natal na minha mãe né. Depois eu, na volta, eu já passei lá e conheci as duas cidades. Mas eu gostei muito, identifiquei muito com Ouro Preto né, as minas, tudo. Aí, quando foi em noventa e quatro, eu voltei, eu e o Márcio, que eu já morava na aqui em São Paulo, na na Barão de Campinas. Aí, nós fomos para São João Del Rei, Tiradentes, Congonha, Mariana e Ouro Preto. Nós ficamos cinco dias aí. Foi muito legal também, porque eu tirei bastante fotos, né? Aí, foi por causa da minha mãe.
Mas por que você tinha vontade de ir para esse lugar?
É uma coisa é engraçado, uma coisa que me que identifica é assim o antigo. Eu eu não sei, eu tenho aquele negócio de saudosismo assim com o antigo. <laughs> Entendeu? Isso me marcou me marca muito. Até em programas assim que tem alguma coisa que fala com o antigo, eu eu me identifico. Uhum. Fotos antigas assim, prédios antigos, eu eu acho muito bonito, eu me identifico muito com o antigo.
Entendeu? E tem alguma coisa lá que te chamou muita atenção, que você guardou com...
Marcou muito assim as senzalas que tem né, inclusive lá em em Ouro Preto tem a Casa do Conto, embaixo tem a senzala, tinha o lugar que os escravos dormia, entendeu? Então, aquilo lá me marcou muito. Tem a tem o Museu dos Inconfidentes também, que que é muito interessante você ver porque você. É uma coisa que está na história e você ver aquilo ali ao vivo assim é é legal, muito legal. Uhum. Você ver né.
Certo eee. E assim, vindo mais para para os dias de hoje, já indo para o para o finalzinho, você tem você tem algum sonho hoje que você queria realizar? Quais são os seus sonhos?
meus sonhos. Nossa o sonho, <laughs> depois de uma certa idade, eu acho que eu me <laughs> fica...ah, o sonho é viver é viver bem entendeu, essas coisas assim, porque eu acho que...já estou com cinquenta anos já, <laughs> meu sonho é comprar um carro, entendeu ter meu apartamento em São Paulo né, que eu pretendo ainda ter.
E quais são as coisas mais importantes na sua vida hoje?
As coisas mais importante... Ah, eu acho que a mais importante em primeiro lugar é a família mesmo, que está sempre ali, né? Você entendeu? Meus sobrinhos, todos eles gostam muito de mim. Essas coisas... Procurar estudar, né? Manter o estudo que eu que eu estou fazendo, né? Depois procurar... Depois arrumar um trabalho.

Tem alguma coisa que você queria falar que eu não te perguntei? Alguma história, alguma coisa
Então, uma coisa que eu que eu quero comentar é da... antiga rodoviária da Luz né, que que me marcou muito quando eu cheguei, ver a não sei se você já você já viu, que tem tinha aqueles ah... tipo uns quadrados assim de de acrílico coloridos, então aquilo lá me marcou muito. Né aí eu falei, não, preciso ir lá para fotografar, que eu nunca tinha fotografado, apesar de eu morar ter morado ali pertinho, não não fotografei. Aí a semana eu falei, eu vou lá para ver né que eu, como eu vinha para cá para entrevista, eu vou passar lá para me dar aquela... reavivar alguma coisa. Eu fiquei muito frustrado quando eu cheguei lá e está está demolindo, porque eu já tinha ouvido que ia demolir. Falei, eu vou lá para fotografar pelo menos. Quando eu cheguei já tinha demolido, tirado todas aquelas placas, entendeu? Aí eu falei, nossa, que coincidência, justo agora que eu vou falar disso aqui está assim, né? Engraçado que eh hoje de manhã, eu estava ouvindo a cê bê ene, aí o Herótodo Barbeiro. comentou de um e-mail que ele recebeu de um professor que foi, vai levar as crianças lá, acho que na na sala São Paulo, primeiro ele foi ver para como que está a área ali. Aí elogiando que está demolindo a estação da Luz, entendeu? E eu eu falei, nossa, eu já estou aqui pensando o contrário, com dó, de ter demolido, apesar que vai eh reformular, vai que fazer um outro complexo de de cultura né, vai ser teatro, essa essas coisas. Mas como eu tenho aquele lado saudosismo, então eu fiquei já fiquei ao contrário dele eu falei. Nossa, acho que não devia ter demolido, devia ter ampliado, dado mais mantido a A a característica de um prédio antigo que havia ali né. Que foi a minha história, onde começou, quando eu cheguei. Foi aquela ligação primeira que eu tive com São Paulo né foi. Foi ali. Então, eu fiquei assim meio meio triste. Uhum. Né.
Tem alguma outra história que você queria contar para a gente? Que eu não tenha perguntado também?

Acho que você perguntou tudo. <laughs>
E como foi contar a sua história aqui para a gente?
Eu estou achando assim que parece que não tinha uma sequência, eu queria fazer queria
Contar mais coisa. Mas tem alguma coisa que você queria contar?
Ah, tem as novidades assim de São Paulo, de de conhecer o metrô, entendeu? Aí quando eh fizeram a rodoviária da do Tietê, foi engraçado também. Quando eu fui para voltar para Minas a primeira vez, já já havia terminado a Tietê. Aí eu falei ah, então, agora eu preciso ir lá para saber onde que é. Eu fui uns dias antes, né? Aí peguei o metrô e fui até lá só para conhecer, para saber, para para no dia que eu ir na minha mãe, não perder, né? Então, foi engraçado também esse lance assim de eu ter ido conhecer. Sempre tive essas curiosidades assim de...
da cidade.
É, da cidade, conhecer o o novo.
Tem coisas de mudança da cidade, assim, que te marcaram? Porque a cidade está sempre... Está sempre mudando.
Então, eu tenho, eu tenho, eu acho, assim, que é um ponto negativo, é o fato de destruírem prédios antigos e fazer, né, outros, novos, assim. Eu acho que tem que ter aquela dinâmica, mas eu acho que tem muita coisa que tinha que manter. Né acho que eles tinha que preservar mais a que esses prédios históricos. Assim acho que eles tinha que preservar mais. Uhum. Né. Então eh, muda muito. Mesmo na nas ruas né, igual quando eu morava na Nove de Julho, era totalmente diferente você sair da Estação da Luz para... para ir para a Nove de Julho, hoje é totalmente diferente. Que você é um caminho você dependendo do caminho que você faça, você nem reconhece mais. Ali pelo Anhangabaú eh, está totalmente mudado. A Tiradentes ali é totalmente mudado. Quando a gente morava ali, quando eu morava na na Quatorze Bis, a gente ia assistir o desfile de sete de setembro ali na Tiradentes. Entendeu? Hoje nem existe mais ali, né? Tinha o carnaval também, que era ali, né? Então... Tem... E engraçado que assim, mesmo eu tem mesmo eu eu hoje eu estar morando no á bê cê, eu estou sempre em São Paulo. A gente vai aos museus né, ainda mais agora que estou fazendo faculdade. Então eh, isso aí também conta como horas culturais para a gente. Então, a gente está sempre indo no museu, na Museu da Língua Portuguesa, na Pinacoteca, sempre tem exposição, sempre a gente está vindo. Então, daí eu eu vou sempre nesses museus assim entendeu, no no Banco do Brasil também. A gente está sempre indo lá.
Tem mais lugares, assim, como como a a antiga rodovi rodoviária, que te marcou de não não existir mais? Ou ou, sei lá, algum algum espaço que mudou muito que que você lembra?
É, o que mar o que chama mais atenção é aquele aquele aquela em volta ali mesmo, né? Que está Que mudou mais, né?

A Paulista também está bem diferente né do que do que eu conheci. Uhum. Entendeu.
Quais foram as mudanças assim que você sente mais?
Eu acho mais assim na na na na na calçada né. Eu acho que está bem diferente do que era antes, calçamento. Acho que está está diferente. Tem metrô também né, naquela época não tinha né entendeu. E uma coisa que marcou muito também, quando eu morava na Nove de Julho, tinha Tinha bem em frente à à quadra da da Vai-Vai. Também era era legal. Eu não gosto muito não gostava muito não gosto muito de de carnaval, de samba assim né, mas, de todo domingo, a gente era obrigado a conviver. O Osmar adorava. O Osmar...Aí as vezes, eu ia lá para lá com ele, na quadra, para assistir os os ensaios né, porque ele ele gosta muito de carnaval. Então, é uma coisa que marcou muito também assim, estar morar ali em frente ali, a a quadra da Vai-Vai.
E você tinha falado também do carnaval na Tiradentes. Como é que era?
No carnaval na Tiradentes eu eu não não assistia, só só pela televisão. Entendeu? Que eu eu Marcou muito assim aquelas imagens assim da Inezita Barroso, eu não esqueço da de quando ela transmitia dali. Entendeu? Então, a imagem que tem na minha mente assim da da Avenida Tiradentes no carnaval é só pela televisão, ir mesmo assim eu não não cheguei a ir.
E o desfile de Sete de Setembro também?
O desfile eu ia, eu ia a gente ia

Era aquela monte de de de polícia e tal, que que até então não tinha aquele senso crítico de ver né, que era foi ainda era ditadura na época né, em oitenta e pouco, ainda era ditadura né. Então, é uma coisa que as pessoas vai assim meio que inconsciente, aplaudir uma coisa que, de repente, pode estar voltada para você, que hoje, se você vê com o lado crítico, é bem isso né, o desfile de sete de setembro né. Mas eu achava legal a gente ir.
Tem mais tipo algum algum outro evento da cidade que você tem muito na lembrança assim, que você queria falar?
Carnaval daquela época. Acho que é e hoje é a Passeata Gay né, que é uma coisa que está marcando muito, só que hoje está perdendo a característica né. Eu acho que no início assim era mais focado mesmo sabe a Passeata Gay. Hoje acho que está meio... A última, essa última que teve, eu não fui. Eu fui na outra anterior, né? Eu já achei muito diferente.
Então, acho que perdeu meio o foco e eu já não... Desde o início, você você você tinha o costume de ir na parada?
Não, eu fui depois que começou a ficar bem divulgada mesmo, né? Aí, eu fui acho que umas três vezes.

Ah, na última, eu já achei que já está... Sabe quando está meio avacalhado? Eu sinto assim, que está assim o movimento, né? A passeata em si. Entendeu?

Mas do movimento gay, assim, você chegou a participar?
Não, não cheguei a participar, não. Não, eu não não participo muito assim, eu eu sou eu faço assim, eu não eu não levanto bandeira, mas também não não me escondo dentro do armário, entendeu? É assim, é dessa forma que eu ajo, entendeu? Com qualquer pessoa, inclusive em relação à minha família, todos eles me respeitam muito por causa dessa própria atitude que eu tenho né em relação ao assunto e a e a isso né. Que a minha família, todos eles me me adoram, me respeitam, me admiram. Meus sobrinhos, minhas sobrinhas, todas elas. Até a minha sobrinha de de de oito de nove ano tem consciência, sabe, entendeu? Mas me me tem como exemplo, assim, entendeu? de caráter né, porque às vezes as pessoas têm uma imagem de denigre né nesse sentido, e não é assim né. Então, eu eu tenho essa essa visão. Eu não tomo assim bandeira, mas também não me escondo, entendeu

Da sua família assim na, desde desde primeiro o Osmar, depois o Márcio, você sentiu alguma vez alguma dificuldade por conta disso?
Muita dificuldade. Nossa, é muito é muito complicado.
Você lembra, assim, de alguma história que te marcou muito? Sabe, de situações que possa ter acontecido?
É mesmo, tem sempre muita piadinha, entendeu? É muita piadinha que tem em qualquer lugar, em qualquer ambiente, entendeu? Mesmo entre a gente tem a tem aquelas piadinhas, assim, que a gente né já acaba incorporando, assim, entendeu? Mas é muito difícil, é muito difícil a gente você manter a dignidade, assim, sem levantar bandeira e sendo, entendeu? É muito complicado. Porque você parece que é... você tem que viver meio que como um ator, né? Entendeu? Para fazer o seu seu papel de vida normal, você sendo, né?
Então, você ia começar a contar a história que
É, então, sempre teve muita história assim, mas uma que me marcou muito, assim, quando eu trabalhava lá em Mauá na, que eu tinha minha lanchonete, tem uma casa de produtos de limpeza assim lá em frente, era em frente né. Né aí eu entrei para pe para pegar produto e o cara é meu amigo, o dono lá da loja. E do lado tem um estacionamento que é um cara que trabalha com transporte de de crianças, essas vans né, que é um transporte de pessoas.

Entre pessoas adultas, estava eu, o senhor, que é meu amigo, e uma menina que era cliente também, e esse cara chegou e falou isso. Deu uma coisa assim que machuca muito. Entendeu e o cara ele tem dois filhos que são gêmeos, que eu acho que de repente eh pode até ser, que pelo jeitinho que eles iam eles viviam lá na minha lanchonete. Então, você vê você que quem é, sabe quem. Entendeu então, eu vi o jeitinho das criança. Então assim, o pai falar isso com uma pessoa que é um adulto. Então entendeu então, isso aí é coisa normal que acontece.
Mas o que que você fazia nessas situações? Você falava alguma coisa?
Não, eu nem falei nada para ele. O que eu devia ter feito era ter pego aquelas pessoas como testemunha e ter movido um processo. Mas eu falei, ah, não, deixa... A própria vida mostra para essas pessoas né. Porque ele tem dois filhos, gente né. Então... E o que eu costumo dizer, assim, que a gente é é... A única coisa que a gente é diferente é só na cama. O resto é normal, nós somos pessoas normais. E por que que o pessoal tem tanto, né, para... para criticar, para não aceitar, para...mas é do humano mesmo, o que é diferente, que foge dos padrões, as pessoas já têm né, os preconceitos né.

Quando...como é que foi o processo assim de conhecer?

É muito dolorido, é muito complicado, porque é porque desde o início, desde quando eu morava lá no interior, eu já sentia diferente. Um dos motivos que a gente se torna muito tímido já é isso, já já é fechar né. Aí o primeiro contato assim e até e eu não tinha para quem perguntar nada, entendeu? A primeira conhecimento que eu tive foi através de um livro. que falava um pequeno trecho assim sobre o assunto né. Foi aí onde que eu vi que tinha pessoas assim né normal, que podia ser normal e sendo assim aí. Foi em oitenta e quatro que eu tive o primeiro contato assim com a pessoa, que até então eu pensava que era só travesti, aquelas pessoas assim muito debochada, que era eu achava que não tinha pessoas normais. Aí eu conheci uma pessoa, um cara casado assim, muito decente também, que me ajudou muito, então ele me ajudou muito, muito, aquela pessoa né isso foi em oi aí. Logo em seguida, eu conheci o Osmar aí foi quando. Porque é engraçado, quando você aceita você mesmo, aí muda tudo. Aí você passa a entendeu a ver o mundo diferente, encarar as coisas diferente. Foi o que acon pelo menos o que aconteceu comigo né. Achar normal. Porque quando eu conheci eu já, logo já fui morar com Osmar. E a minha família assim, onde você conheceu, como você conheceu. Entendeu e de repente, eu eu tive uma vida normal, decente. Aí eles viram que pode ter uma vida decente né. Né aí eu acho que aí se torna mais fácil.
Mas assim eh, eles já sabiam? Como é que foi eles Ou eles só ficaram sabendo, sua família só ficou sabendo quando você foi morar com o Osmar?
Só quando eu fui quando eu eu morar com ele, porque até então eu namorava, eu estava namorando com a com a menina, eu fiquei dois anos namorando com ela, né mas eu sabia que não era aquilo, né? Aí, para a minha irmã, eu falei assim, abertamente, mas ela não não não acreditou, né? Mas eu fiquei morando com o Osmar, e depois minha mãe sempre cobrava casamento, aí até o dia que eu falei, mãe, eu não vou casar, mãe. Hoje eu converso normalmente com eles assim, entendeu? O Márcio já foi para lá, igual quando ele, já foi para lá, e eles gostam dele lá, do Osmar. Até hoje, meu pai pergunta, e o Osmar, está bem, manda abraço e tal, que eu ligo para ele. Né que ele mora em Ibirá, mas a gente se fala por telefone ainda. Uhum. Né então. Mas é muito complicado você ser homossexual, e mesmo aqui em São Paulo, é complicado você viver. É muito complicado.
Mas em Minas, assim eh eh, desde jovem e tudo mais, embora você eh você sentia e tal, você sabia, mas não sei lá não não conhecia ninguém lá Não, lá não conheci ninguém, entendeu?
Veio para cá. Não conhecia Só quando eu vim para cá e depois de muito tempo, ainda que eu que eu fui a entendeu aceitar, que até então... Eu não não aceitava, entendeu? Sofria muito, sofria muito mais. Porque quando você não aceita, você sofre muito mais, né? Aí depois que você aceita, aí é mais é mais fácil, né? Pelo menos que aí a gente não briga com a gente mesmo, entendeu? Você só tem que brigar com o mundo, né? <laughs> Aí você, aquele negócio de brigar com você mesmo, você não não tem mais, né? Então, já já é um alívio, né?
Tem mais alguma história que você queria contar? Para a gente? Sobre esse assunto ou sobre outro? <laughs> Ah.
Acho que é só sobre esse assunto mesmo que é. É é engraçado que eu tenho uma... Depois que o Márcio eu terminei com o Márcio, né? Aí eu conheci uma outra pessoa, faz fiz onze anos que a gente está junto. Ah então
Mas você continuou morando sozinho?
Eu fiquei morando sozinho, mas depois eu quando eh eh fiquei conheci essa pessoa, e como ele morava em em Diadema, aí eu morava em Mauá, aí não dava certo. Aí, quando eu resolvi morar, eh arrumei serviço, eu falei, vamos morar junto. Quando eu aluguei o apartamento em Santo André, a gente já alugou junto, a gente faz faculdade junto. Uhum. Como é o nome dele?

A gente está junto há onze anos já.
e como é como é que continua e tudo mais. Ele também é super eh... Enfim, como é que é a relação de vocês com as pessoas e tudo mais.
Em relação à nossa família, é normal. A minha família toda gosta muito dele. Ele já foi lá para a casa da minha mãe, acho que três vezes, já fomos para lá, entendeu? E a gente se dá muito bem, eu com a família dele também. Minhas sobrinhas, às vezes, eu tenho até ciúmes, porque acho que elas gosta mais dele do que eu. <laughs> Entendeu? Eee. E a gente estuda junto também. Agora eu estou, nós estamos eh estudando no mesmo horário, então, à noite, então, a gente estuda na mesma sala. E a gente eh a gente se dá muito bem, que além da gente da gente tem amizade assim, tem aquele entendeu aquele vínculo é muito é muito legal.
E vocês se conheceram como?
Também, na rua. Na rua também? <laughs>

A gente tem muito assim do olhar, né? Cruzou o olhar aí, entendeu? As três pessoas assim que eu eu foi tudo assim, na rua. Osmar eu conheci ele na Barão de Itapetininga, O Willian o o Márcio foi lá em Mauá mesmo e o o Willian foi em Santo André. Engraçado que Santo André também tem uma história na minha vida. A primeira pessoa que eu que eu conheci foi em Santo André. Uhum. E a segunda que eu estou até hoje foi em Santo André. Uhum. E aí hoje a gente mora junto também. A gente pretende comprar apartamento aqui em São Paulo, se Deus quiser. Entendeu? A gente terminar na faculdade e a gente vem para São Paulo. Quero acabar a minha vida aqui em São Paulo, terminar, <laughs> se Deus quiser.
Então, você queria falar mais alguma coisa?
Não, acho que foi isso mesmo.
E como foi contar essa história para a gente, agora que a gente contou tudo? É, foi.
Eu achei a experiência legal, você reviver aqueles momento, entendeu? De tudo assim, o processo de eu ter vindo, acho que foi... Foi legal. Uhum. Foi legal.
Então está certo.

Foi ótimo. Eu que agradeço.